Você agiu no nome dos seus pais?

Você tem irmãos? Tenho mais cinco irmãos, nós somos seis. E qual que é a sua posição?

Senhor, você sabe da história dos seus pais, de onde eles vieram, como eles se conheceram?

Minha mãe veio da Hungria. Ela nasceu na Hungria, veio para cá bem pequenininha, com dois anos. Meus avós vieram eh para morar no Brasil. E a minha mãe cresceu no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo. Eles se conheceram, na verdade, estudando num cursinho para medicina.

foi morar no interior, e o sonho do meu pai era ser médico. Desde uma época no interior, ele contava muito essa história para gente desde pequeno, que no grupo onde ele estudava, o único que pensava em um dia ser médico era ele no meio da criançada, numa cidade do interior, naquela época de... Então, a gente cresceu ouvindo essa história. E eles se encontraram em São Paulo, como eu disse no cursinho, se casaram, minha mãe estudou até o terceiro ano de medicina, depois largou. Ela era filha única. E o meu pai tem quatorze irmãos, né, uma família bem grande. Então, eu fui criado sempre com uma família grande do lado do papai, ia para o interior. E a minha avó e meu avô meio que me criaram como filho mais velho. Tive chance de ter muito contato com ela. Minha mãe estudava no começo. E depois ela começou a ter um monte de filhos, seis filhos. E aí ela desistiu no terceiro ano para ser realmente mãe. E meio essa história se confunde mais para frente, porque o meu avô, que era uma pessoa que também teve um papel forte, nunca perdoou muito a minha mãe de ter largado a medicina. O sonho dela era ter tido mesmo uma filha médica e ela acabou... ele gostava muito de crianças também, dos netos, mas achava que ela deveria ter feito medicina.

Ou uma delas?
Eu eu eu me lembro bastante, assim, que eu sempre gostei muito de... jogar futebol, né, assim, sempre... Sempre fui muito... animado com fazer atividade esportiva, né... E jogar bola, para mim, era uma coisa constante na minha vida.

E a gente...eh fazia muita atividade esportiva. Eu andava sempre com uma bola na mão. E talvez uma das imagens mais antigas que eu tenho é que meu avô e minha avó... Eu vou ter que espirrar. <sneezes> Fica à vontade. <coughs> <sneezes> Meu avô e minha avó moravam no fundo da casa. E um dia andando com a bola... dentro da casa, derrubei um vaso muito valoroso, <laughs> muito valioso da minha avó. E aí eu fiquei meio desesperado, assim, de ter derrubado, tomei a bronca e tal. E aí eu sei que eu comecei a guardar dinheiro das mesadas, aí um dia eu fui numa casa de ferragens, que era na esquina da rua da minha casa, e comprei um vaso, claro, muito menos valioso, <laughs> para minha avó <laughs> Sei que ela guardou aquele vaso como uma coisa assim maravilhosa, que o neto mais velho dela tinha comprado, em lugar do vaso de cristal lá <laughs> que eu tinha derrubado, comprei um vaso na loja de ferragens juntando dinheiro de mesada. Então, essa imagem assim é mais é mais forte que eu tenho, um pouco do meu perfil assim, de criança, e é uma situação bastante presente na minha cabeça.
E essa foi a sua primeira casa? A sua casa da infância foi essa? É, que eu me lembro foi essa, essa casa. Como é que... Como é que era essa casa? A rua em que ela ficava? Quais são as imagens que ficaram para você desse lugar?

e tinha uma padaria na esquina, que a gente lembrava bem, e tinha uma uma uma uma condição onde era um sobradinho, né?

e subia também. i-i-i Era um bairro que eu tinha amigos do colégio, pessoal bastante... filhos das pessoas em volta, né... Acho que sempre foi um bairro que eu gostei muito de morar, me sentia muito bem.

E aí eu fui realmente, eh... fiquei pouco tempo na casa nova, que aí era mais ampla, os filhos estavam melhor acomodados.
Então essa casa anterior, você passou muitos anos da vida ali.
Muitos anos da minha vida ali, foram muitos anos.
Como é que era a a dinâmica da família, com tantos irmãos, eh...as brincadeiras, o que vocês faziam? Provavelmente jogavam bola, né?
É, jogava bola e também ah ah o que era bem interessante era assim, a casa, ela, a nossa criançada, brincava muito. Minha mãe tinha muita dificuldade para toda aquela turma para dormir, e às vezes a gente subia e queria ficar ouvindo a conversa que estava embaixo, a gente tinha uma mesa grande, o meu pai chegava sempre mais tarde e a criançada já estava de pijama, tinha comido e de repente sentava, ele gostava muito de... inventar modas e a gente sentava em volta dele, como filho de italiano, gostava sempre de ter uma mesa farta e fazer umas coisas diferentes. Então, essa essa época eu me lembro como uma época, assim, bem gostosa de ver pouco o meu pai, porque ele vinha mais à noite, quando a gente era criança, mas de poder estar reunindo. Depois, também, Eu pude ajudá-lo bastante porque ele se formou médico, mas como teve muitos filhos, ele precisava fazer uma outra atividade comercial para poder manter a família. Então, ele nunca quis dar plantão, que a maioria das vezes os médicos ganham dinheiro no começo da carreira dando um monte de plantão, então, Mas ele tinha uma firma de colocação de pedras ornamentais, pedras mineiras, essas coisas. E era interessante que às vezes chegava um caminhão de pedras de Minas ou do interior, e aí eu ia cedinho levar, porque ajudava nas férias, ajudava às vezes no fim de semana, ou mesmo durante a semana, subir num caminhãozão enorme. E naquela época eu achava o máximo do poder dirigir um um Mercedes daquele, aqueles caminhãozões no Scania, carregando um monte de pedra, e me sentia útil também querendo ajudar, às vezes, a descarregar pedra na obra. Então, assim, parecia uma coisa interessante, porque a gente cresceu com uma condição de recursos adequados eh, mas sempre em uma época pouco abundante, assim, o recurso, né Então, a gente sabia, até como mais velho, e com a história antiga dos meus avós, vieram de muita restrição em países comunistas e vieram para o Brasil eh faziam uma cabeça muito voltada para essa forma de valorizar tudo que você tem e realmente eu sentia que precisava ajudar no sentido de tudo que o meu pai estava trabalhando e as coisas como eram naquela época. Então, isso foi, foi uma coisa interessante e sempre me marcou assim, a vontade de se esforçar para conseguir dar o máximo e e poder compactuar com essa condição do meu pai de poder ter que criar um monte de filhos e ter recurso para tudo isso. Então, ele também tinha um momento em que a gente criou com a cabeça dele, e às vezes eu ia assistir mais tarde, acompanhar cirurgias. Ele nunca conseguiu crescer profissionalmente assim como eh primeiro plano. Ele trabalhava como assistente de um professor, de uma pessoa que só se dedicava à medicina. E os próprios amigos dele diziam que era uma pena que ele não pudesse se dedicar só à medicina. Ele tinha uma parte do dia dele que fazia parte comercial, e com isso eu vi eu via esse tipo de conversa há muitos anos, né Meu pai poderia ter sido talvez um médico mais eh valorizado, vamos chamar assim, talvez, para os outros, porque para ele, ele achava aquilo muito bom. Ele conseguia ser, costumava dizer que era médico das pedras e das pernas, né, porque ele acabou fazendo vascular. Hoje, no meu quarto, e durante muito tempo, a gente, à noite, conversava, trocava ideias, ficava ouvindo música, lembrava das namoradas que você

Então, essas pessoas todas foram como irmãos e são até hoje meus melhores amigos.

Mas são pessoas que eu guardei como tesouros mesmo na minha vida e cada um do seu jeito, mas influenciaram muito a minha maneira de ser, a minha minha forma de pensar em relação ao mundo.
E como é que era essa vida de de república lá em Campinas? Teve eh festa, teve algum episódio assim, digno de nota? por ser mais engraçado, ou trágico, ou bonito. É

Então, um dia eles.... roubaram o bujão de gás ou eh da república de um cara que estava faltando e tal.

Aquilo se sentiu um impacto, assim, né? Para devolver a gozação, você imagina todo mundo no fim de tarde, de repente, você ouve um tiro e e e a casa encheu de gás lacrimogêneo naquela noite <laughs> Então, as brincadeiras, <laughs> às vezes, as gozações eram desse nível, assim, e todo mundo tomou um susto maluco, né?

ficava completamente transtornado e tal, né. E a gente nunca esqueceu desse dia que foi um dia terrível. Outros dias muito interessantes também, tipo eh briga de água dentro do apartamento. Cada um jogava água no outro. E tinha um dos dos colegas, ele gostava de morar com a gente, mas ele morava no quarto da empregada, porque ele estava com dificuldade naquele começo de adaptação com todo mundo, queria um pouco mais de isolamento e tal. Então, quando ele ouviu a barulhada, ele pôs uma capa de chuva <laughs> e veio participar da luta de água lá. Então, a gente brinca muito com essas com essas lembranças boas. Sei que era muito à vontade, tinha que respeitar eh um ao outro. Então, foi um período bom.
E fazer medicina, você acha que, pelo que você conta, já era um desejo até anterior a a você, uma coisa de família, sempre tinha essa busca pela medicina na sua vida, pelo pelo que me parece. Como é que foi a sensação de estar na faculdade, de entrar na medicina?
Então, eu acho que era a realização de um sonho mesmo. Eu me senti muito bem dentro da medicina. Eu achava que era aquilo mesmo que eu devia fazer. Eu tinha visto e e tinha muita vontade de ser um bom aluno, mas a gente acabou se metendo muito em atividades.

Então, nós... Tinha muita coisa por fazer assim, dentro do centro acadêmico, da atlética, da faculdade. Então, eu participei muito disso, da vida universitária foi muito legal. Né, a parte política, a gente estava mesmo numa época, em mil novecentos e noventa e quatro, tinha a época da ditadura. A gente, como líder dentro do centro acadêmico, vinha para São Paulo aprender a fazer as passeatas contra a ditadura, a gente foi para a rua. enfrentava a polícia, quase foi mandado embora da faculdade, coisa de ser fichado no de naquela época pela polícia e pelo exército, não é. Colegas nossos presos, colegas nossos mortos. Foi uma época intensa de vida cultural, de vida política, de vida esportiva. Eu acho que esse período de sessenta e quatro a setenta, que eu fiquei na universidade, Foi fundamental na formação do indivíduo. Além de aprender a lidar com os outros e morar com outras pessoas, sair da sua casa, onde você tinha suas coisas e se cuidar. Na faculdade, você ter novos amigos, estudar. No centro acadêmico, liderar, montar a festa. participar na atlética, representar e principalmente depois o âmbito político, onde você aprende a defender teu país, a ser nacionalista, a ver a liberdade de expressão como é importante, a liberdade religiosa, a livre iniciativa, eh você ser contra a ditadura, contra a perseguição política, você ter chance de ter as ideias e, ao mesmo tempo, Entender o anarquista, eh, descobrir o camarada que só quer fazer também ah o o indivíduo que é... turbar e e fazer você, às vezes, de otário ou fazer você de inocente e entrar em algumas filosofias. Então, a maturidade que vai surgindo nessa época, ela é muito importante para a gente poder entender o cidadão. Acho que a formação do cidadão, ela vem muito desse tipo de exposição que você tem, o que você acredita. conseguir as coisas, mas nunca a qualquer preço, né Você tem um preço que você está disposto a pagar e tem coisas que você não quer que aconteçam. Então, essa época da universidade, ela é muito rica nisso, né. Você estudar, você se desenvolver, você escolher uma especialidade e se formar como gente, como cidadão, como uma pessoa que tem princípios e no ponto de vista de entender o que você quer da sua vida.

E você dizendo dessa sua militância, você estava presente ali no centro acadêmico etc. Não deve ter sido fácil esses embates, essas passeatas, etc. Você foi fichado? Você chegou a ser preso? Como é que foi isso, essas histórias? Então, a gente...
Eu não fui preso.

E a gente tinha muito envolvimento eh, tanto o nosso nosso grupo não teve formatura.

E eh nós ficamos depois, não tivemos a festa de formatura, a gente recebeu o diploma depois no gabinete do diretor da faculdade. E a a formação de passeatas, por exemplo, a gente vinha para São Paulo e de repente você estava no meio da passeata e vinha a polícia militar, vinha todas essas histórias que tem desde a época da PUC de São Paulo, do Lago São Francisco, a gente participou disso. E como nós éramos uma uma escola nova, a gente vinha aprender a fazer passeata aqui na USP. participava das reuniões e e e e e tinha muita gente, ativista político mesmo, mais maduros. Percebia que eram pessoas que eh faziam a gente eh, lideravam a gente. Então, aos poucos, você vai aprendendo O que que é, o que que você precisa realmente acreditar? Que não seja também só contra a ditadura e, ao mesmo tempo, não seja um indivíduo que leve para o comunismo ou para o socialismo na época radical eh, de pessoas muito radicais. A gente aprendeu isso, defender a cidadania, ser um socialista democrata, ser um indivíduo que Eu estou contando tudo isso porque eu acho que, de novo, isso passa pelo fato de você não pensar só em você. De repente, você... hoje, você olha para trás e diz assim, como que você consegue, eh... organizar coisas, como você consegue montar as pessoas juntos? Porque você, teoricamente, não pensa só em si, na sua família ou na sua conta bancária. Você acaba aprendendo a formar um conceito, <coughs> de novo, da cidadania, do que você pode fazer pelo seu grupo. Então, eu acho que essa época onde a gente começa também a a amadurecer melhor, não ser tão ingênuo do ponto de vista político, você se sente melhor, porque...no momento você tem o lado da ditadura, você tem o lado do dirigente da universidade, e, eventualmente, tem um grupo que defende uma posição. E você vê o outro u estudante que tinha, muitas vezes, infiltração de colegas comunistas ou socialistas que tinham mesmo uma filosofia radical de esquerda, não é? i E a maneira de você formar o seu conceito, na hora que você sai da escola, sai do do colegial, e que você ainda não tem essa visão política das coisas, É muito interessante você conseguir ter essa formação do indivíduo no que ele acredita. E aí é é é que eu vejo a a o problema do brasileiro, que alguns países tiveram guerras, tiveram formas de se unirem e formar um senso comum. e e e se melhor unir eh para poder lutar contra algum determinado tipo. Então, aumenta o conceito de cidadão que luta pelo seu país. O Brasil, por ter sido sempre um país mais novo e por não ter tido grandes guerras, isso foi verdade, quer dizer, essa essa experiência de sessenta ou setenta, ela foi tão rica para todos nós que vivemos isso, porque veio junto com com música, veio Veio gente como Chico Buarque, com todo esse grupo que teve nessa época, não é, e e eh as lutas políticas dos alunos que estavam nessa época na faculdade, e que foram para as ruas e que foram diminuir ou foram lutar contra a ditadura. formou uma camada de profissionais e de pessoas. Né... Hoje a gente tem grandes líderes dessa época, o próprio Serra, o pessoal Lula, todo esse povo que viveu essa forma. E por outro lado, você vê hoje na universidade, <coughs> nos colegas, alunos, que tem muito pouco interesse político, né. O país nunca mais teve realmente uma guerra, nunca mais teve uma ditadura, nunca mais teve... Então, você vê a diferença da formação do indivíduo, né. A grande luta é pela moeda pela inflação, as as bandeiras são um pela saúde, né? i-i E eu acho que essa, é claro que não temos que ter guerra o tempo todo, uhum, mas a gente se beneficiou de uma certa maneira dessa dificuldade que existia na formação do indivíduo como um todo, né?

Como o senhor enxergava a medicina? O que que era ser um médico para você enquanto universitário? Qual era o seu projeto de medicina enquanto o senhor estava na faculdade?
Naquela época, a gente, a figura do do médico tinha muito mais mística do que tem hoje, não é. Seguramente era uma situação de um cidadão que teria principalmente alguns alguns, um respeito, uma admiração da população de uma forma geral. Eu pretendia mesmo, eu eu sempre fui um pouco exigente comigo mesmo nas coisas que tentava fazer. Então a ideia era ser médico e ser um bom médico. Quando você estava na faculdade, os seus professores, as pessoas que você conhece, são as pessoas que você se inspira.

que era uma pessoa que eu admirava muito pela maneira de raciocinar, pela maneira séria de ser, pela maneira como tratava os doentes, como examinava. E eu tive nele uma inspiração muito grande assim, é... Era uma pessoa que eu queria ser um médico daquele jeito, né. E... E para mim foi muito importante essa pessoa. E eu eu gostaria de ser um profissional respeitado e que fosse um bom médico e que ajudasse a resolver o problema das pessoas. E que, ao mesmo tempo, não é, acho que isso é importante. Eu acredito muito nisso, né. Eu eu eu sou muito pouco altruísta, assim. Eu acho que o indivíduo sempre faz as coisas um pouco por ele mesmo também. E acho bom. Então, por exemplo, era legal entender que os outros iam achar você legal, né, então assim, Só que para você sentir esse gosto de ser legal, dá um trabalho desgraçado, porque você tem que se dedicar, tem que ser competente, tem que ser sério, tem que fazer um trabalho bom. E o possível resultado disso vai ser o respeito dos outros, vai ser a admiração eventual dos outros, vai ser, eventualmente, como decorrência, ganhar dinheiro, ter um bom patrimônio e tal, né. Eu sempre entendi a vida meio assim, vindo de onde eu vim, pela história que eu acompanhei da da da minha família e tal. E essa era a ideia que eu gostaria de ser do médico, né, uma pessoa que pudesse chegar a ter esse tipo de sentimento.
Alguma aula, o u senhor já mencionou esse professor, mas alguma disciplina, alguma aula que tenha sido especial, assim, para você que tenha, por exemplo, te te levado a tomar decisão por alguma especialização, ou eventualmente tenha te te feito ter orgulho de ter escolhido a medicina por causa de algum episódio ali no âmbito ainda universitário?
Uma das coisas que eu tinha ideia de ser era ser cirurgião num determinado momento. Era...Eu fui aprender, por exemplo, a fazer, acompanhar um grupo de cirurgia cardíaca da escola, o cardiologista e a cirurgia cardíaca. E a gente tinha chance de fazer, ajudar a cirurgia, chegar cedo para ajudar. Aí, de repente, te deixavam de secar uma veinha, você achava que era bárbaro e tal. E a gente fez eh... eu tinha muita vontade de ser o cirurgião, porque no começo eu sempre me inspirei um pouco na pediatria. A gente tinha um médico pediatra, que eu acompanhava minha mãe às vezes quando eu levava meus filhos e tal, levava os filhos dela, levava meus irmãos.

E eu achava o jeitão dele também, assim, muito legal, né. Era uma pessoa que eu, como pediatra, eu queria ser. Só que a vida inteira, minha mãe e meu pai falavam, não, mas pediatra não não dorme, não tem um minuto dele, a vida é terrível, mãe chama o tempo todo, pai, né? <laughs> Então <laughs> foi meio que fazendo a minha cabeça de não ser pediatra. E na escola então eu entrei e acabamos fazendo eh, me dedicando mais à parte de cirurgia cardíaca, porque quando você está na escola e gosta de cirurgia, entrar em cirurgia ou fazer alguma coisa é muito legal. E ainda existia um começo de cirurgias cardíacas, não era assim uma coisa bem desenvolvida, estavam fazendo algumas experiências também em termos de transplante de de eh coração. Eu eu me entusiasmei com esse grupo. A gente ia, por exemplo, no matador da cidade, né, para poder pegar o coração do boi que tinha acabado de ser morto. pegava o coração, perfundia ele e e pegava o sangue do boi também para levar para o laboratório e tentar... deixava as coronárias, as artérias canuladas, punha um caninho dentro e fazia a maquininha aí jogando o sangue dentro do coração e fazer o coração ficar batendo no laboratório, né. E aí teve uma história um dia muito engraçada porque o, o assistente, que era todo arrumadinho, bonitinho, mas... mas graduado, foi com a gente nesse matadouro. E aí, a história era ter que tirar o sangue do do boi, com ele ainda vivo, e levava os frascos de sangue, e aí eles batiam na cabeça do boi, e aí abria o peito e a gente ficava ali. para poder pegar o o o coração do boi. E, E sei que <laughs> um dia, na hora que o boi deitou, eles foram abrir, mas aí o boi deu uma rabanada, <laughs> assim, deu uma levantada, assim, <laughs> né? E voou o vidro de sangue com com vidro para tudo quanto é lado. Foi uma cena que a gente nunca vai esquecer, o professor todo bonitinho, branquinho, cheio de sangue, a gente escorregando no matador para trazer o coração, que no fim veio para fazer a perfusão. E e isso foi um momento que marcou essa ideia de quanto às vezes você precisa inovar, você tem que... lutar para ir atrás, para tentar fazer alguma coisa diferente. Então, eu tinha ideia de fazer cirurgia cardíaca, mas até prestei residência para cirurgia e para pediatria. E, no fim, eu acabei decidindo mesmo por fazer pediatria. Ficou uma situação que ah ah consegui Isso mesmo.

E com essa vivência que eu acabei tendo de ser médico do do aeronáutica como anestesista eh, a gente aprendeu a Ventilar pacientes, colocar o tubo na traqueia, ligar um aparelho. E eu também, nessa época, trabalhei num banco de sangue, aprendi a pôr um catéter. Então, pouca gente fazia terapia intensiva em criança. Então, foi um dos precursores da terapia intensiva. em criança no Brasil e fui para o servidor por causa disso, né, para poder fazer essa especialidade.

E aí esse médico te influenciou depois a ir para o caminho da oncologia também, pediátrica, isso
Isso mesmo.

ainda primária aqui no Brasil, pouco sabia e tinha muito pouco recurso. E eu fazia bastante terapia intensiva, chegava a dar aula de insuficiência respiratória, tudo isso. Aí, em setenta e oito, eu resolvi que queria ir para os Estados Unidos. Então, tinha uma médica brasileira, radicada nos Estados Unidos, chamava Norma Wohner, que era oncologista. E aí eu a conheci durante algum tempo e acabei... eu já tinha consultório de pediatria, já estava ganhando dinheiro. E aí acabamos... acabei... ela me fez um convite que eu poderia ir ficar um ano em Nova York, no Memorial Slowcat. Eu já tinha uma filhinha de três e um menino de quatro. E aí vendi o meu carro, uma Averick da minha mulher, que era uma Brasília, e a gente foi ficar um ano nos Estados Unidos. O Hospital do Servidor, nessa época eu virei staff lá, tinha um dinheirinho que me manteve, mas o consultório, que era o grande ganha-pão, eu acabei deixando o consultório na mão de uma outra médica. E fomos embora. Vendemos os carros e fomos morar lá, em setenta e oito, e fui ver o que existia de tratamento de câncer mais moderno naquela época no mundo. Então, o ano de setenta e oito foi um ano fundamental, porque a hora que eu vi a oncologia, vi o que podia fazer, A gente via, por exemplo, que tinha ratinhos lá nos laboratórios, que tinham equipamento para o ratinho, para colher sangue, para cuidar do ratinho, muito melhor do que a gente tinha para as nossas crianças aqui no Brasil. Então, naquele momento, eu acabei até, eu tinha um uma titulação para poder ficar nos Estados Unidos, se eu quisesse, e naquela época não era difícil ficar lá, porque a oncologia estava nascendo, aumentando, e precisava de gente. E aí eu fui convidado para ficar lá, e acabei ouvindo a história, né, que era melhor ser cabecinha de sardinha do que rabo de tubarão. Então eu falei, vou voltar para o Brasil depois de um ano e vi tudo o que precisava, né, E fui um dos primeiros oncologistas pediatras a sair e depois voltar. E aí começou uma luta grande aqui para poder fazer realmente melhorar a oncologia. E aí eu resolvi que não ia mais fazer terapia intensiva como especialidade. Continuei trabalhando, mesmo no Hospital do Câncer, a gente que cuidava das crianças. Mas aí nasceu a definição de que era a oncologia que eu queria fazer com essa viagem para o exterior.
Você... dois breves parênteses. Primeiro, eh você tinha mencionado que quando mudou para São Paulo, tinha acabado de conhecer a sua... que viria a ser a sua esposa, e agora, num num num pulo de tempo, você já estava com dois filhos. Como é que foi esse período no âmbito pessoal? Aí você se casou logo depois e...

Então, a gente resolveu casar, né. Eu fiz a aeronáutica, uma uma parte dela casado. E depois fiz a residência casado, né, aqui em São Paulo. Então foi foi porque ela morando em Campinas e eu em São Paulo, a gente depois de um ano e meio de se conhecer, a gente acabou <hesitation> casando. E foi uma vida dura, porque fazer residência A gente não ganha muito, a gente tem que dar uns plantões, de um banco de sangue. E também nessa época foi interessante o o o meu pai pôr na minha cabeça, porque naquela época eu acabava a faculdade, aliás acabou a aeronáutica, eu era tenente médico. E aí ele falava assim, você militar e médico, Como que você vai largar isso? Porque eles convidaram para continuar na carreira militar. Você tinha essa opção de poder continuar se você tivesse lá um rendimento. E aí você vai virar um residente para ganhar, sabe? salário mínimo que vocês vão vão ganhar. Então, você larga uma posição de já ser uma pessoa, um status bom para poder fazer isso. Então, na cabeça dele, <laughs> eu deveria ter feito uma carreira militar e ser médico militar. Era a proposta que ele colocou para mim, não é? E eu, nessa época, foi muito Claro que não era isso que eu queria, quer dizer, nunca ser militar e faltava muito investir na medicina. Tinha que fazer residência, tinha que fazer especialização. Logo que eu acabei a faculdade, eu fiz titulação para poder ir para os Estados Unidos, tinha que ter o exame. Então o o, nessa época, Eu acabei indo por mim mesmo assim, pela cabeça de querer conseguir alguma coisa e de poder exigir profissionalmente uma formação melhor, né. E...

Uma parte do do dinheiro a gente ganhava, dava muito plantão, até depois começar a vida devagarinho, quando a gente também ganhou metade do apartamento que a mãe dela vendeu e aí deu para dar entrada no apartamento e a gente começou a pagar. A vida privada também começou a crescer com essa situação de terceiro, quarto ano de casado eh Deu para sair de um aluguel para ir para um apartamentinho que a gente começou a pagar.
E você, nesse meio tempo, tudo em São Paulo, né?
Ela veio de... Isso, ela veio para São Paulo.
Qual o nome dela?

E quando nascem os seus primeiros filhos?

É, mil novecentos e oitenta e três.

Setenta e três, perdão. Setenta e três, oitenta e três eh...eu já tinha voltado dos Estados Unidos. Ele foi com a gente em oito. Ele tinha cinco anos. E,

Foi um ano e quatro meses de diferença.
E como é que era essa, o segundo parênteses que eu gostaria de fazer antes da gente seguir cronologicamente a sua história... É... Como é que foi essa vida familiar lá em... Nova Iorque?

E, à noite, eu ajudava. Descia descia para lavar a roupa nas máquinas Naquela época, a diferença era bem grande com São Paulo, né. Hoje as coisas são muito próximas, né. E a gente passeava muito, a gente saía com as crianças, ficava nos parques. E eu me enfiava cedo no hospital e voltava o mais tarde possível. Estava lá para aprender mesmo, não dava para jogar tempo fora. E foi rico, foi rico. Numas épocas a minha sogra foi para ficar com a gente também, e isso ajudava. Mas eh as crianças hoje, você fala, não lembram muito bem. Com três, quatro anos de idade, quatro, cinco anos, você ouve que elas têm uma lembrança discreta disso, como foi <coughs> na época. Mas eu me lembro de passagens gostosas assim no Central Park, com com situações... Por exemplo, eu estava com o meu filho brincando e, naquela época, uma pessoa se aproximou de mim e e ofereceu se eu não queria fumar maconha, por exemplo. queria vender para mim os cigarros de maconha. Eu falei, olha, não não estou acostumado, não fumo, não vou fumar, né? <coughs> E aí ele virou para mim e falou assim, e o seu menino, se ele quiser fumar mais para frente, você vai deixar, né? Fiz assim, <laughs> né? Então o o o, começou a despertar ali como pai, né? O que que seria? E esse cara, e a vida inteira eu eu fiquei muito em cima deles, assim, mostrando a cabeça da importância. de não entrar por esse caminho e contava muito essa história. Né...Que dizer, você vê que que o mundo é um mundo cheio de situações absolutamente malucas eh que você vai aprendendo com as pessoas e elas parecem que te ajudam mesmo a a direcionar as coisas.
E o que te marcou mais lá na no hospital, nesse processo de especialização, etc?
Então, lá nos Estados Unidos, eu eu achei que a gente tinha muita coisa para fazer aqui, né. O meu sonho, que a gente hoje está mais feliz do que a gente conseguiu hoje, Foi que era era onde eu queria chegar, quer dizer, eu Foi muito importante sair para saber o tamanho da oncologia, para saber o tamanho que era possível oferecer para as crianças já naquela época, né. Então, isso também me ajudou muito como ponto de partida. Eu muitas vezes depois voltei para os Estados Unidos, muitas vezes eu consegui manter o entrosamento com muitas pessoas lá fora, convivo todo o tempo, duas, três vezes por ano, me atualizo, visito, conheço e formou a cabeça. para para você montar a chance de liderar o grupo que hoje a gente tem e com um direcionamento pensando em como você pode chegar ao ideal, o que que você pode fazer no Brasil eh E acho que esse ano foi um um... divisor de águas no sentido de abrir a cabeça, né O que é que você pode fazer, o que é que tem para ser feito para você conseguir, num país que tem muitas dificuldades, você su superar essas dificuldades e chegar a poder oferecer condições para o seu trabalho, você trabalhar direito e atender as pessoas da maneira correta.
E o retorno? Aí depois o senhor retorna, vai trabalhar no Hospital do Câncer?
do Câncer, isso.

E fiquei no no nesses dois até oitenta e um, porque o meu plano era fazer o mestrado e o doutorado, né. Eu tinha muita vontade de fazer uma carreira acadêmica também, de conseguir fazer isso.

E também tinha um pequeno serviço dentro do Hospital São Paulo, que a gente começava a atender as crianças. Tinha dois leitos dentro da enfermaria, muito precária a partir de atendimento ambulatorial, faltava remédio na quimioterapia,

trabalhávamos juntos e que aos poucos também foi crescendo. A enfermaria, a gente ajudava a lutar para poder conseguir melhorar o atendimento eh desses pacientes. Então, eu fiquei no Hospital do Câncer eh incentivado a fazer novas técnicas, trazia dos Estados Unidos ideias. A gente começou a fazer antibióticos endovenoso, começou a fazer quimioterapia intra-arterial, Eu comecei a trabalhar com um tumor ósseo, que chama-se osteosarcoma, que antigamente a única coisa que tinha para fazer <coughs> era cortar a perna das crianças e morria todo mundo e, Em um prazo médio de um ano, um ano e meio, aparecia um monte de metástases no pulmão e os pacientes morriam. E a gente aprendeu, nos Estados Unidos, uma maneira de tratar.

E a gente conseguiu fazer um monte de coisas aqui no Brasil, no sentido de melhorar o tratamento dessas crianças e conseguir melhorar a sobrevida deles, e depois começamos a ter chance de conservar a perninha. não precisar mais amputado. Essa foi uma coisa que a gente introduziu aqui no Brasil. Os cirurgiões que faziam a cirurgia, mas foi graças a essa proposta de fazer quimioterapia pré-operatória, é que era possível diminuir o tamanho do tumor, aí o cirurgião tirava o tumor e colocava uma prótese no lugar do osso, chamada endoprótese, e com isso manter a perna. Então a gente começou muitas coisas aqui, como o uso também de metotrexate, que é um remédio muito difícil de ser feito, aifosfamida. Então a gente acabou inovando, baseado no aprendizado nos Estados Unidos. Foi trazendo essa metodologia. para o Brasil, e nesses anos do Hospital do Câncer, aos pouquinhos a gente percebeu, junto com os outros colegas, que nós conseguimos melhorar a sobrevida e ter mais chances de cura.

No caso da Oncologia, eu tenho a impressão que deve ser mais difícil ainda, pela gravidade da doença, etc. E a oncologia pediátrica deve ser <laughs> mais, mais difícil ainda. Né, então, eu eu eu suponho que você deve ter uma série de histórias marcantes, tristes, outras bonitas. Eh Nesses primeiros anos de de atividade, antes ainda do GRAAC, houve algum paciente, algum caso, deve deve ter havido vários, mas que você pudesse contar pra gente que foi marcante assim na sua vida?
Então, uma das coisas que para nós oncologistas pesou, pesa muito é você ter feito um percurso onde morria todo mundo e hoje você consegue curar setenta por cento dos casos. E é fundamental também que você sinta que você está fazendo o que é importante e é preciso para o seu paciente, que você Eh... Eu sempre costumo dizer assim, né? O

a gente chegou numa situação em que a gente ainda perde, trinta por cento dos pacientes ainda morrem. Mas essas crianças que morrem nas nossas mãos, morrem porque se morreriam se estivessem nos Estados Unidos, na Europa, nos países desenvolvidos. Não porque elas são brasileiras... Então assim, durante muitos anos, A gente, ainda em alguns lugares do Brasil, as crianças morrem porque são brasileiras, porque não tem remédio, porque não tem estrutura física para tratar, não tem gente competente para cuidar das crianças. É isso que a gente tem que lutar para acabar. Dentro da esfera que a gente lida aqui, a gente tem conseguido isso. E muitas vezes a gente perdeu pacientes e são histórias difíceis, porque são, você muitas vezes se afeiçoa mesmo as crianças. E você acaba ficando com muita dificuldade em em perder. E o câncer, quando ele chega, você já vê mais ou menos a chance que esse paciente tem. E às vezes são pessoas maravilhosas, são pacientes muito... legais e que, de repente, você percebe que não tem muito o que fazer, né. Por exemplo, eu tive um menino, um adolescente, que ele, a primeira consulta que chegou, ele já veio com um tumor enorme, assim, na perna, que ele tinha sido tratado pelo cirurgião, que tirou o tumor e colocou uma prótese. Naquela época, algumas vezes faziam isso, sem fazer quimioterapia pré. E ele tinha um tumor muito grande, e o médico tinha indicado tirar a perna. E veio a mãe, uma senhora, a namorada do menino, uma moça bonita, e o menino, né. E aí ele não aceitava de jeito nenhum fazer a cirurgia. Então, eu falei, olha, vamos começar com a quimioterapia de qualquer maneira, vamos ver o que acontece, mas para você salvar sua vida, o único jeito que tem é tirar a perna mesmo. Tinha que tirar a perna. Em resumo, a gente começou, melhorou, e eu fui ficando mais amigo dele. E um dia eu consegui conversar um pouco com ele e com a mãe, e na verdade ele não queria tirar a perna porque a namorada dele tinha dito para ele que ela não namorava meio homem, que se ele tirasse a perna... ela ia largar ele. Então, ele tava lutando feito um maluco para ficar com a perna, para não perder a namorada e ia perder a vida, porque a perna, o tumor, você não tira o tumor. Não há quimioterapia que segure. Pode até melhorar, mas faz parte do tratamento desse tipo de tumor ósseo tirar o tumor. E quando o tumor já tá fora do osso, já invadiu toda a coxa, a única conduta é a cirurgia mesmo, né? E como era muito avançado, no fim esse menino ficou meu amigo e ele aceitou, acabou aceitando, brigou com a namorada e tirou a perna. Na verdade, ele acabou morrendo anos depois, mas fui ficando cuidando dele muito tempo. Ele voltou a trabalhar, pôs uma prótese, mas a metástase do pulmão a gente tirou e progrediu. E a gente foi uma pessoa que eu nunca vou esquecer, porque esse foi um indivíduo que que ele acabou confiando em mim de uma maneira Muito... E às vezes é assim, você precisa discutir, né? Por exemplo, era melhor deixar ele com a namorada e com a perna? Ou era melhor convencê-lo a tirar a perna e a namorada provavelmente ir embora de qualquer jeito? Porque a hora que começou a apertar o negócio, ela não tinha estrutura mesmo também para ficar indo. Nada a culpar a menina, mas, de qualquer maneira, a situação era muito dramática. A mãe, vendida, porque... Entendia que tinha que tirar a perna e estava de acordo. Ele provavelmente entendia, só que tinha essa situação com a namorada, né. Então, isso foi uma situação que durou bastante tempo e me ensinou muito também a olhar os diferentes focos que a situação existe. Às vezes, não é tão simples você falar com uma pessoa e e ver o que está acontecendo em volta, até você destrinchar. E certamente foi bom ele ter que tirar a perna, porque essa perna ia cada vez aumentar mais, ele ia sofrer muito também, ia ter muita dor. Então ele acabou amputado, viveu mais alguns anos, acabou morrendo, ficou meu amigo. A gente acabou estabelecendo uma relação muito boa e eu senti muito ele ter morrido. Aquele cara eu queria ter curado, assim, mais do que tudo. Pela gana, às vezes, de dizer, pô, esse cara, com com o que ele passou e a situação que foi, e às vezes você aprende isso também na profissão muito cedo, né? Oncologia, né? É que você perde para caramba também, entende? Então, às vezes, mais que você se envolva com a pessoa, por mais que você estude, por mais que você queira ficar bom, você, às vezes, é desse tamaninho, né? Porque tem um grandão aí, tem um deusão aí que manda no universo ou o que a gente achar que é. para mim é Deus, e para cada um tem um significado e um nome, mas que tem uma força maior que comanda e que às vezes guia as situações e as pessoas. E eu, nessas, por meu tipo de vida, eu acredito demais nisso, porque as coisas que você vê, e é muito bom quando a pessoa tem a fé, né. Eu tenho uma outra história de uma menina também que eu gostava demais e acabou morrendo, E essa daí eu acabei indo no no velório dela até. E a hora que cheguei lá, o pai e a mãe estavam muito mais confortados do que eu. O pai e a mãe me deram um abraço, super obrigado e tal. Ela ela já foi agora, ela tinha que fazer isso mesmo, a gente acredita que esse era o período da vida dela, ela nasceu para... ter que passar por isso e ela agora vai seguir a vida espiritual dela em outro nível. Então uma pessoa acreditava tanto nessa coisa da religião que se conformou até mais fácil, entre aspas, do que eu de perder, coisa que eu nunca gostei na vida, de perder nada, nem jogo de tampinha, né, ainda mais vidas humanas, isso é muito duro, né. Então essas histórias são múltiplas, mas que basicamente ensinam a gente a respeitar cada vez mais o jeito de pensar, o sentimento, a ouvir, ver como um cara que lida com uma pessoa que entra no seu consultório e você passa a ser a esperança daquela pessoa, daquele casal, daquela família, de que você vai mudar a história da vida, porque na cabeça da maioria das pessoas ter câncer é muito próximo de morrer, né. Então você tendo chance de ser aquele indivíduo que tem essa responsabilidade perante a família e ter que é aprender durante a vida toda a dar continência a esse tipo de sensação e muitas vezes chegando para você e dizendo assim, ó doutor a gente acredita que é Deus no céu e o senhor na terra você imaginou se aguentar esse tranco? que dizer, a mulher, a pessoa, a avó chegar e virar e aí você tem que de uma certa forma assumir alguma coisa mas vamos rezar bastante, faz favor de rezar também por mim A gente brinca assim. Eles falam assim, doutor, a gente reza toda noite, né, para dar inspiração, para dar força, para dar intensidade para isso aí, né. Então são sensações muito interessantes do ser humano absolutamente aberto, né, exposto, mostrando a necessidade de que sente de ter confiança num indivíduo que ele mal conheceu porque foi encaminhado e, dali a pouco, você tem que ter aquele contrato de relação com aquela família.

Isso mesmo. Até chegar na chefia da da Oncologia Pediátrica, é isso?
Isso mesmo. A gente foi tomar conta. Eu fiz o mestrado e o doutorado, a gente acabou

Acabei tomando um, propondo um desafio. A gente teve uma espécie de um desentendimento, de ciumeira lá no Hospital.

Falaram meio assim, o chefe chegou e falou, ó, esse negócio de estar na Paulista, estar aqui, está dando muita confusão, não sei o quê. Então, acho que você tem que escolher. A gente queria que você ficasse aqui e largasse a Paulista. Aí eu pensei, pensei, pensei, tinha dezessete anos tendo trabalhado lá, foi uma experiência boa de crescer dentro do Hospital do Câncer, de melhorar a situação, de aprender realmente, sair para o exterior várias vezes e começar a publicar, fazer o trabalho de vida acadêmica. de pesquisador, e aí eu optei por sair do Hospital do Câncer. Fui começar tudo novinho, em noventa e um, que aí é a época que a gente foi para a Escola Paulista definitivo mesmo.
E como é que foi o estalo para fundar o GRAAC?
Então, eu eu em oitenta e oito, né, dois, três anos antes, eu fui para o hospital, passei no hospital

E a gente visitou dezessete centros por sete estados americanos durante um mês. E eu tive uma ideia muito ampla, assim, de tudo o que estava acontecendo, e E e o forte dessa visita era mostrar para as pessoas de fora como as comunidades tinham se organizado para montar os hospitais, para poder ter a estrutura que eles tinham no combate ao câncer.

E eles fizeram um centro maravilhoso nos Estados Unidos, que é o melhor centro de tratamento de câncer de criança que tem. Então a ideia de formar uma ONG para poder eh organizar e crescer e fazer um serviço público poder se desenvolver era muito importante. Veio bem claro para isso na minha cabeça. E na Escola Paulista a gente compete com muitos outros serviços com muito pouco recurso. Então é um hospital voltado para o SUS e uma enfermaria de trinta e dois leitos, sendo que a gente tinha um quartinho para três crianças e um ambulatório no meio de um ambulatório geral. E e era impossível fazê-lo crescer sozinho.

Esse esse grupo de apoio foi com a ideia de começar a se organizar para poder criar a situação de eh atender melhor o doente e no começo era para dar o apoio para o setor de Oncologia da Pediatria. Só que em noventa e três, a gente conseguiu entrar no Mac Dia Feliz, né, que foi a primeira vez que a gente conseguiu ver um pouco maior de chance de conseguir mais recursos, e U pessoal quando veio trazer o check-in,

É, mas por que vocês não sonham, né Aí eu brinquei, mas pode sonhar? É claro que pode sonhar, nós vamos dar apoio.

Fizemos folhetos, foi feito todo um processo de crescimento e acabamos comprando cinco casinhas para arrumar o terreno e, E a gente no início pensava num predinho de três andares, alguma coisa assim.

Até que em noventa e oito a gente tinha um prédio de onze andares prontos, né Então tudo com dinheiro captado, praticamente nada de dinheiro público. Todos os bancos, Safra, Bradesco, gente gente privada, e sempre foi na base do a gente ir atrás. Quase todos os dinheiros eu estava junto com alguém que abria a porta, ou um voluntário, ou um amigo de alguém. E a gente ia vender o peixe de que eu era professor da universidade e que tinha que eh essa ideia de construir um hospital e que isso permitiria que a gente atendesse melhor a criança, né Então foi feita essa proposta para todo mundo. E foi muito bacana, porque a gente aprendeu a explicar, <laughs> aprendeu a pedir, aprendeu a mostrar os benefícios, aprendeu a vender o o projeto, e acabou conquistando uma força boa de crescimento. E aí, nesses nesse hospital, a gente realizou um monte de de sonhos, que era ter espaço. Naquela época, quando a gente mudou, tinha... dava para sobrar um monte de espaço, o que hoje já mudou tudo.

Teve algum estopim, algum episódio, alguma alguma inspiração assim, que foi, vamos tentar criar alguma coisa, como é que foi esse dia?
Então, eu acho que foi a necessidade mesmo. A gente começou a ficar aborrecido de que não tinha como eh ter recurso, faltava remédio, né

E ele era um engenheiro engenheiro, e ele resolveu ajudar, resolveu achar que dava para... não com dinheiro, que ele não tinha o dinheiro para dar, mas com presença, com vontade para ir para frente, né? E a gente se reunia num sobradinho, assim, era o sete, quatro, três, uma casinha, e que lá dentro a gente reunia, e na época, por exemplo, quem fez o... o regulamento, que fez o estatuto, foi um advogado do interior, que era pai do Marquinhos, que era um pacientinho nosso. E ele alugou um apartamentinho perto da da da ali do hospital para poder tratar o menino com a gente. E ele ajudava a fazer, foi quem fez os estatutos do GRAAC <laughs> naquele tempo Era o pai de paciente. Então foi foi tudo muito artesanal mesmo assim. Foi bem vontade, vamos fazer, vamos fazer. E tinha em mente o que a gente queria, mas nunca tão grande como ficou.
Era uma, no começo era essa casinha alugada, próxima ali, e sempre dando dando uma assistência para a Escola Paulista, é

E quando a gente quis crescer, né, a gente alugou uma casa do lado, fez uma reforma, ficou lá um ano ou dois, até que a gente, então, começou a partir para construir.

E o o representante da Rocha, ele tinha toda boa vontade, tudo de ajudar a gente. E um dia ele chegou lá no hospital, e era tudo pequenininho assim, a gente tinha lá no fundo apertadinho, ele chega com um cheque de dez mil reais. Caramba, puxa, bacana, um monte de dinheiro. Mas aí eu falei para ele assim, Cação, para ser sincero para você, eu estou super feliz que você conseguiu esse dinheiro. Mas aquilo que eu tinha conversado com você, eu queria uma ajuda institucional mesmo da Roche. Não é só do marketing, só do pessoal. Eu queria que você conseguisse que eu falasse com alguém lá dentro e tal para vender. Em resumo, <laughs> eu não peguei o cheque de dez E ele me conseguiu marcar com a diretora do do do da área médica. Eu fui lá, vendi o peixe para a Laís, e aí ela marcou uma reunião com o presidente da empresa. Em resumo, a gente ganhou uma casa, né, assim Uma das casinhas que a gente precisou, né, era, o,

E ele falou, ó, eu vou te dar, mas você vai ter um prazo para começar a obra. Se vocês não fizerem isso, nós vamos pegar de volta, você vai ter que devolver. Mas aí foi super rápido, a gente acabou tendo... Aquela coisa do sempre achei, né? Eu parei de falar de sorte. Falei, aqui tem um deusão mesmo ajudando a gente. Porque vai tendo uma série de coincidências que vão acontecendo, então o outro quer vender a casa também, o outro quer vender a casa também, o outro era um lugar onde a gente comia, que vendia por quilo, mas aí também resolveu sair, então conseguimos comprar uma do lado, porque eu não queria sair da frente da universidade para comprar um terreno longe, eu queria era justamente vender a oncologia pediátrica para o aluno, para o médico dali saber que existe, a gente naquela época pouco se falava de câncer de criança, né? Então a ideia foi essa. E, e foi legal, porque deu certo.

E aí eu falei para a secretária deles, se não se importava, eu ia entregar um presente das crianças e pedir lá na nossa brinquedoteca lá para fazerem um presente para ele. E aí, no no dia, veio o presidente internacional, que fez uma saudação, e aí me chamaram para falar em nome das crianças, e eu fui lá na frente do jantar e entreguei ele e a mulher dele, ficaram super emocionadas, e agradeci em nome das crianças brasileiras, o que ele fez aqui e tudo, né? Então, você vê,

Como eu fui, assim, meio ousado, uma pouco de ousadia falei, ele levou o assunto para para a diretora dele, que levou para a presidência, o presidente comprou, a diretora foi muito elogiada, ê o cação foi muito elogiado, porque levaram esse problema e no fim eles todos tiveram nessa história. E a Roche ajudou e o presidente ficou eternamente ligado à causa, ia lá às vezes visitar a gente, almoçar e tal. Então, o mundo, às vezes você vai olhando e percebe que se Você sabe o que você quer, <coughs> ou qual é a causa, às vezes não não deixa só um pedaço do assunto resolvido, né Às vezes vale a pena tentar um pouco mais, ou um pouco mais de ousadia, um pouco mais de... E foi um pouco isso que aconteceu no projeto, né A gente foi vender. E foi pedir trocando. Olha, se você ajuda, a gente te faz isso. E com isso, o o hospital cresceu muito e a gente hoje consegue realmente eh se sustentar atendendo um monte de crianças. E foi feito um hospital que tem tudo lá, né A gente hoje consegue fazer transplante de medula, consegue fazer neurocirurgia, consegue fazer tumores ósseos. Então, tudo que a gente prometeu lá atrás, para quem ia ajudar a gente, a gente está fazendo nesse hospital, né Tanto que já está na hora de crescer.
À medida que foi que o empreendimento foi crescendo, até se tornar imenso como é hoje, como como que foi essa... eu imagino que você deve ter... deixado de ser totalmente médico e ser também um um homem de negócios, um negócio de um sonho, né, ir atrás de, como esse presidente da da Roche, imagino que de outras empresas, é Você pode contar mais um episódio desse périplo aí para para fazer o sonho virar realidade, para colocar essa essa ideia em pé? De outros lugares que você foi atrás, teve teve o episódio do McDonald's, da Roche, porque não deve ter sido fácil, né, transformar esse ideal em realidade, né?
É isso mesmo, a gente a gente teve algumas coisas que que você precisa imaginar que para convencer um indivíduo a te doar alguma coisa, é sempre uma situação difícil de dele acreditar, principalmente num país que não tem muita tradição de filantropia na E o que eu sempre fiquei claro para mim é assim, você tinha que estar envolvido no assunto, não dá para terceirizar esse tipo de pedido, vamos pegar os voluntários para captar recursos para o hospital, quer dizer, Ou o que eu acho que, entre aspas, está dando certo, é quando você se envolve pessoalmente, quando você vai vender o seu peixe, quando você vai contar suas histórias, quando você caminha e e mostra o que você está fazendo, né Então, eu sempre achei muito importante você contar os fatos que estavam ocorrendo, né, para podermos convencer as pessoas que elas devem devem ajudar, ú

Ele foi nos apresentado, primo de uma pessoa conhecida,

lá na Liberdade, num escritório, né E ele um dos, tem um grupo muito forte em celulose, é dono do projeto Jari, mas naquela época, nós estamos falando de noventa e quatro, noventa e cinco, né, eles estavam começando uma fundação que ele tem, que é um trabalho muito legal. E aí eu e o Jacinto sentamos esperando para receber, falamos assim, puxa, se a gente sair com uns cinquentinha aqui vai ser legal, né? <laughs> imaginava assim uns cinquenta mil reais, vai ser muito legal, né? <laughs> E aí, a hora que a gente foi conversar com ele, né? é... Ele eles ele tinham resolvido, tinham ido ver e nos chamaram para dar resposta, né? E eles tinham resolvido que o Graac ia ser a parceria da Fundação Orça, que ela queria começar a fazer realizações e achou que era uma coisa boa o Graac fazer isso. Então, ele acabou garantindo dois andares do prédio. Nós vamos nós vamos entrar junto com vocês, <laughs> né? E isso significava, na época, eh quase um milhão de reais em termos de participação para construir o prédio. Então, a gente sentou depois <laughs> e essa história ficou, né? Eram dois malucos que foram lá e acharam que um cinquentinha estava bom, <laughs> porque nós contamos para eles depois, né? E, de repente, saíram de lá com dois andares do prédio construído e ele hoje é presidente do GRAAC, se envolveu, porque colou, sabe, o jeito de falar, o jeito dele... entender a gente e era uma pessoa muito simples também que ganhou muito dinheiro e que resolveu eh se doar para o câncer. Então você aprende também que você nunca sabe o que está por trás daquela pessoa quando ela está falando, quais são os sentimentos, quais são as o que que ela tem de querer envolver, que momento que ela está na vida dela, né Então às vezes você pensa que vai receber um X e e vem lá longe, né E muitas vezes a gente bateu eh e não adiantou nada. Eu eu até ouvi uma vez num jantar, Um um um senhor falou isso, que é uma coisa bem bacana, que você tem que... Três coisas são importantes para você na vida, né Você precisa saber eh saber o que você quer, então escolher a porta certa. bater na porta certa e bater até a porta se abrir, né Porque se você não sabe que porta você está procurando, e se mesmo que você saiba qual é, você bate na porta errada, ou se você bate uma vez só e vai embora e não conseguiu, você não consegue as coisas, né Então acho que isso é verdade na vida, né Você precisa escolher a porta certa, precisa bater bastante, até sair. Então, primeiro, precisa saber o que você quer. E é isso que eu acho que, às vezes, define a gente. Um pouco esse é o perfil que eu sempre alimentei nesse projeto, né Onde a gente quer chegar? O que que a gente precisa, né E aí, quem é que pode ajudar? E aí, ter uma paciência de Jó para conseguir fazer o cara <laughs> de atender ir atrás e largar as coisas.

numa época em que era praticamente zero por cento da chance de vida dos pacientes e tinha um quartinho lá na pediatria com dois leitos. Hoje, você me disse que a chance de, o percentual de sobrevivência de setenta por cento, vocês têm um um prédio de onze andares. Eu tenho a impressão que eh, lidando ainda com criança, lidando com essa situação delicada, que é o câncer infantil, eu tenho a impressão que deve ter um milhão de histórias depois da fundação do GRAAC. que te mostram como valeu a pena essa essa paciência de Jó, a que você se referiu. Conta conta alguns desses episódios para gente, nesse nessa nesse trato com o paciente, nas histórias que que te fazem ver como valeu a pena lutar por esse projeto.
É, eu acho que talvez seja mais legal o o mais recente <hesitation> Ontem a a senhora me falou uma coisa tão bacana, eh Faz uns três semanas atrás, né, um rapaz de vinte e dois anos veio de Blumenau e ele estava... numa cadeira de roda na frente do meu consultório à tarde, né Eu tava chegando, nem sabia, só que ele tinha ido no ortopedista e o ortopedista mandou ele para mim, que eu faço mais a parte de tumores ósseos, e esse paciente tinha um tumor ósseo na coluna. E ele tinha sido operado lá em Blumenau, descomprimiram, Ele começou a ter muitas dores nas pernas, estava <hesitation> perdendo a força, mas dois dias antes de ele chegar lá no meu consultório, ele estava parético, ficou paralisado das pernas As duas pernas não mexiam mais. E a hora que ele chegou, o pai estava querendo levar ele embora, disse que ia fazer quimioterapia lá em Blumenau, que ele queria saber a carga, como era, porque disseram que faria carga em qualquer lugar. Eu falei, ó, desculpa, você vai, tá muito confuso, e e nós vamos fazer o seguinte, independente do que você tem de seguro, não seguro, eu vou internar seu filho agora, no único hospital que eu sei que eu consigo fazer a quimioterapia para ele ainda hoje, é o hospital do Graac, porque lá a gente está preparado o tempo todo, se precisar, sei onde está o farmacêutico, vem, tem um remédio. E a mãe falou, está bom, está bom doutor, então... Então, mandei o menino para o hospital... Ele chegou às oito horas da noite e estava tomando quimioterapia, que é muito efetiva para ajudar a diminuir rápido, porque se você consegue diminuir rápido o tumor, você diminui a compressão e às vezes volta a andar de novo. Ele não não define, não não mata os vasos sanguíneos de uma vez e a medula responde. Em resumo, ele tomou o remédio e ele foi super bem tratado lá no hospital. Um um menino que estuda comércio exterior, filho de de um diretor comercial lá lá de Santa Catarina. E ele acabou eh ficando, durante o período sendo tratado, e aí acabou tendo alta e eu, e eu... E no terceiro, quarto dia, ele já estava começando a levantar a perna. E ontem, eu já pus ele em pé e ele subiu na balança, andando com as próprias pernas. Começou a chorar, feito criança, a mãe chorava feito criança, né? E voltou a funcionar a perna. E ela vira para mim e fala assim eh... esse hospital não existe nada igual, porque o jeito que vocês tratam as pessoas, todas iguais, eu fiquei lá onze dias internada, E eu vejo a maneira como se cuida de todo tipo de criança que tem lá, desde a criança mais simplesinha até a criança mais diferenciada. O carinho, a maneira de atender, acho que porque as pessoas estão acostumadas a ver o sofrimento das famílias. Como isso pode acontecer? E... e a gente acha isso um milagre. Nunca imaginei, que me falasse que tinha um hospital que seria sustentado por doação, que pudesse ter essa qualidade. Os hospitais que eu conheço que tem doação, é tudo falido, tudo gente que precisa de dinheiro para poder pagar a conta do verdureiro no fim do mês. E o que a gente viu aqui é um hospital que eu não conheço igual e que é super bem organizado e que vocês conseguiram fazer meu filho voltar a andar, né. Então, você percebe uma mulher que sabe o que é bom, é crítica, tem um bom nível socioeconômico, não é que tudo é bom para ela, como às vezes a gente infelizmente tem famílias muito simplesinhas que se você oferece um pouquinho eles já acham maravilhoso porque nunca tiveram nada. e que de repente vê o filho ser tratado de uma forma competente, ter recurso, ser feito nesse momento urgente e realmente recuperar e ter um depoimento disso, de que foi tratada de uma maneira igual a todos os outros, mas muito boa para ela. E essa é a minha maior satisfação. Acho que antes de tudo é competência. Acho que a gente não pode eh se meter a querer cuidar do filho dos outros ou de uma doença tão grave e não ser competente, não ser sério, não ser absolutamente rígido nos princípios. Número dois é é é é é o respeito, é o resgate da cidadania, é o resgate do direito que as crianças têm de ser atendidas de uma maneira correta. Essa para mim é uma frase muito forte que eu montei na minha cabeça, quer dizer, a gente faz com que ninguém é paternalista, dizer a gente é bonzinho e os outros são os ferradinhos, então vamos vamos ajudar os outros. Não. As crianças, as famílias, têm direito de ser atendidas. como brasileiros, elas merecem também ter atenção adequada e... E a comunidade, a organização, os voluntários, os empresários, os médicos, enfermeiras, todo mundo está trabalhando num hospital bom e, ao mesmo tempo, resgatando o direito dessas crianças serem atendidas de uma maneira decente. Então isso para nós é é é uma coisa fundamental, né, é lutar pela cura com qualidade de vida, com reinserção social, com uma maneira de fazer com que se o indivíduo puder, ele sai do hospital melhor do que ele entrou, porque ele vai ter uma vivência muito forte, ele vai saber, por azar, por uma doença, mas que ele não perca a razão da vida dele porque ele ficou doente.

E quando essa senhora falou isso eh, ontem para mim, eu eu eu de novo fico muito feliz. Né, eu acho que é isso que você falou, o quanto que vale a pena ter lutado só por essas coisas que realmente estão. Mas, mais do que tudo, sabe, eu acho que o que vale a pena é eh a gente poder estar trabalhando num serviço bom. Porque além de ir atrás de dinheiro, além de fazer a parte burocrática, um pouco a parte administrativa, eu me mantenho muito médico, assim. Eu <hesitation> sempre lutei muito para ter condições para trabalhar Semana passada eu saí, segunda-feira à noite, fui para Los Angeles viajando doze horas para entrar numa reunião científica super importante, apresentar um trabalho meu e voltei no sábado para me atualizar, quatro dias enfiado dentro de uma reunião científica para continuar sendo médico. Eu decidi um tempo atrás que eu não queria ser administrador, eu só ia fazer uma pós-graduação, um curso de gestor, mas eu optei por ser o diretor médico do hospital e é isso que eu gosto de fazer e e e estudo muito e o maior prazer de trabalhar lá é poder ter os recursos e fazer a medicina boa que eu vejo ser feita nos melhores centros do mundo.

Então, nessa semana ele mais ou menos ficou definido. Nós recebemos uma doação de um terreno, agora, na parte de trás do prédio e acho que é muito provável agora que a gente vai conseguir o que a gente tem pensado... eh...

Então, o prefeito assinou essa semana o encaminhamento para um decreto-lei que vai ser votado na Câmara. A gente vai ganhar um terreno de mais de três mil metros. Então, os próximos cinco anos, o plano é construir um hospital que vai ser referência latino-americana mesmo. A gente quer fazer desse hospital um centro de altíssimo nível eh O que nós temos agora é ampliado. Nosso plano é fazer o que os outros não fazem. A estratégia do que a gente quer fazer é fazer a parte complicada da oncologia. Então, a parte de tumores cerebrais que são muito difíceis de serem operados, a parte de transplante de medula óssea que a gente está fazendo com células-tronco de cordão umbilical, a parte relacionada aos tumores ósseos, que tem endoprótese, a parte que se faz com tumores oculares, o retinoblastoma, que tem que ser feito com muita maestria pelo profissional super treinado e continuar cuidando dos outros casos, mas a gente vai receber sempre o caso complicado que tem cinquenta, quase sessenta serviços que atendem criança com câncer, mas são muito poucos os que têm habilidade para tratar essas crianças que eu falei, que são, necessitam de especialidade.

Provavelmente em cinco anos a gente tem esse hospital pronto.

bem estruturado. E ouvindo a sua história de vida, me parece também que grande parte dos seus sonhos, que começaram lá quando você começou a tratar das crianças, também eh... foram realizados, né Mas eu tenho certeza que você deve ter muito mais outros sonhos pela frente ainda, que devem estar ligados a sua atividade, etc. Para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho desses, desses novos sonhos, dos sonhos de agora seu.
Eu eu acho que tem dois tipos de sonhos que eu sempre acho que eh eu preciso desses sonhos para me alimentar, para olhar para frente. Aprendi que se eu não tiver os desafios, se eu não tiver essa vontade, a gente acaba realmente diminuindo o ritmo.